Sim. Porque naquela época, os comerciantes da região iam para Manaus. Era mais fácil o transporte, e mais fácil também, naquele momento, o contato com a comunidade judaica. E o meu pai, então, ia para Manaus para a trabalho, conheceu minha mãe em Manaus, casou em Manaus, E eu nasci em Manaus, possivelmente pela necessidade de fazermos o batizado se fosse homem, né?
O senhor fez o o... pelo menos a palavra que eu conheço é o Brit Milá.
O Brit Milá.
O senhor fez lá em Manaus?
Fiz lá em Manaus.

O seu pai?

Minha mãe morava em Manaus.
Então, vamos começar. Como era o nome completo do seu pai?

o seu pai, ele nasceu aonde?

Hoje parte do país que é o Marrocos.
E como é que o senhor conhece a história do seu pai, assim, onde ele nasceu e por que que ele veio para o Brasil?

O senhor pode me contar? Ah
Ele veio para o Brasil porque a situação econômica. de todos os judeus, especialmente da família dele e de alguns mais, era dificílima. Então ele veio para o Brasil com a incumbência de trabalhar para se manter, de trabalhar para ajudar os pais lá em Marrocos. E como o Brasil era conhecido como a terra do futuro, a terra da esperança, não é, eles vieram em função também de que co os judeus do Pará e do Amazonas, que tinham recursos, mandavam recursos para eles pagarem passagem e vir, com o compromisso de devolver este valor para que outros tivessem a mesma oportunidade.
Então, na época, os judeus que já estavam aqui, eles mandavam dinheiro para o pessoal vir para o Brasil? Os judeus que tinham
condições financeira e que eram os líderes da comunidade judaica.
Eles queriam trazer mais judeus?
Sim, eles queriam trazer mais judeus para ajudá-los.

E eu acredito também para criar uma comunidade maior de judeus na no Brasil. Amazônia era parte do contexto.
Mas o seu pai veio e ele chegou em que
primeira cidade que ele chegou no Brasil foi Belém. Ele foi de Marrocos para Lisboa.

Em Belém, já tinha os judeus que o receberam e mandaram para a cidade de Parintins, onde um tio dele já trabalhava.

É. Veio, trabalhou uns meses com o tio dele.
O tio fazia o quê?
Comércio. O comércio que todos os judeus fazia. Mercadorias, gêneros da região, peixes salgados, essas coisas assim. E ele um dia, ele sempre foi uma pessoa excessivamente controlada. Chegou com o tio dele e disse que gostaria, já tinha pago todos os seus compromissos, de sair de Parintins. Ele queria morar em outra cidade.
O senhor sabe porquê?
Eu acredito que por uma aspiração de independência econômica. Acho que ele sentiu que tinha chance de se tornar um homem vitorioso na área econômica, né? E o tio dele disse a ele, olha, o que eu posso fazer para te ajudar é te dar uma canoa com quatro homem remando e tu desces o rio. Aonde tu achares que fica bom para tu ficares, tu fica e me mandas de volta a canoa e os homens. E quando chegou aqui em Óbidos, eles pararam um pouco e ele disse para o para os rapazes, olha, eu vou ficar aqui. É aqui que eu vou ficar. E mandou eles embora. E ficou a vida toda aqui, trabalhando.

Porque... Quantos anos eh? Ele veio com catorze anos. Que ano era isso?

ano. E aí ele ficou em Parintins Hã? Não, quinze

ano ele chegou.

Ele ficou em Parintins poucos meses. Ah, tá. É. Primeiro ele foi lá em Parintins, ele foi trabalhar numa num lago para salgar pirarucu. Vindo da África para um lago salgar pirarucu era um negócio... E acho que isso tudo fez com que ele sonhasse em sair daquele tipo de vida.
E aí ele chegou, e o que que ele contava para o senhor? Quando ele chegou em Óbidos, o que aconteceu? Que que
Quando ele chegou em Óbidos, ele teve a sorte de conhecer alguns militares. Ele era um rapaz extremamente educado, extremamente respeitador, bonito, que era uma vantagem muito grande que ele levava sobre os concorrentes, e prudente. E ele foi criando ah o respeito e a admiração não só das famílias, aonde ele ia tentar vender as coisas, como dos comerciantes e das dos oficiais do exército.

Trouxe agulhas, grampos, eh botões, colchetes,
E aí o senhor falou que ele foi morar aonde?
Ele morou por seis meses na ponte do Trapiche Municipal. Um sargento do exército, que se fez muito amigo dele, e que tinha uma casa na principal rua de Óbidos, e que tinham três janelões, chegou um dia e já se tratavam de compadre Meu compadre, você não vai mais morar onde você... Você vai morar aqui na minha casa. Eu já mandei dividir uma sala para você. E o meu pai agradeceu e disse, mas eu não tenho condições. Eu não posso ainda pagar o aluguel. Mas eu não estou lhe falando em aluguel. Eu estou lhe dizendo que você vai vir morar aqui E ele foi para lá, ele morou lá. Trabalhou. Pouco depois já, bem próximo, fez a primeira lojinha dele. E as coisas começaram.

A lojinha, quer dizer, ele vendia o que tinha, mas ele tinha que buscar mais, né?
Comprava do do comércio.

Não, comprava no comércio daqui. No início ele comprava no comércio daqui.
Mas qual que era a vantagem se já tinha no comércio que ele conseguia
Mas ele vendia de casa. É o mesmo que ele era um mascate, como foi o dono da Casa Bahia, só que numa proporção muito maior, num mundo muito maior. Mas, em proporções, deu para ele fazer aqui o que eles fizeram por lá, não é?
Ah, então ele comprava no comércio e ia de porta em porta?
Vendendo, exatamente.
E aí ele era um bom vendedor?
Era um bom vendedor, aliado à à beleza. As moças ajudavam a vender, pediam por para as mães comprar, porque era para ajudá-lo. as coisas caminharam. Depois de uma determinada época, existiam navios de empresas bastante poderosas de Belém, que faziam o que nós chamamos regatão com os navios, ou seja, traziam mercadorias e vendiam, fiado para ser pago parceladamente, com com entrega de gêneros da região. E ele teve a sorte de encontrar um patrão, que era o Senhor

deu-lhe um crédito ilimitado. E aí ele aproveitou o crédito, criou riquezas, trabalhou, sempre pagou. E depois vieram as outras coisas. Ele foi crescendo, também foi trabalhando com outras coisas, gêneros da região.
Quer dizer, então ele foi ele teve um bom crédito no regatão e ele botou uma loja fixa, então? É

Isso, uns dois ou três anos.
Ah, foi logo, então.

E aí depois ele começou, já nessa época, com tão novinho, outros negócios?
Sim, porque aí a empresa do Senhor

para comprar produtos para eles e para ser um ah um escoador de mercadorias, não é? Eles sabiam que entregando para o meu pai estava absolutamente guardado o patrimônio deles.
Então o seu pai comprava coisas para essa empresa? Que tipo de coisas? Ah
Tecidos, redes, eh espingarda, chapa de ferro, eh carne em conserva, sardinha, açúcar, sal.

Comprava da empresa.
E o que que ele comprava para a empresa?
Castanha, cacau, cumaru, couro de onça, couro de maracajá, ja couro de jacaré, carne de jacaré salgada, pirarucu salgado, couro de cobra que naquele tempo era permitido, absolutamente normal.

O pessoal ia vender... O meu pai sempre teve a sorte de ter um conceito muito grande e ele criava a freguesia. A freguesia vinha do interior comprar com ele. E isso ele fez durante toda a vida. Tinha o freguês de de absoluta confiança e que lhe davam total preferência.
Por que que o senhor acha que ele teve tanto... como é que ele conseguiu?
Pela retidão de caráter. O que ele acertava com um caboclo tinha o mesmo valor do que ele acertava com o patrão lá de Belém. O que ele prometia para o caboclo, o que ele negociava tinha o mesmo valor com o que ele negociava Ele não tripudiava sobre o caboclo. Ele pagava sempre com seriedade. Ele nunca admitiu se trap fazer trapaça na balança e e uma série de outras coisas. Ele não admitia.
E ele e ele vendia fiado para os

O patrão vendia fiado para ele. Ele vendia fiado para o patrão.

Era igual hoje. Por exemplo, o caboclo produzia couro de onça. Ele vendia as mercadoria para ele ir matar onça. Quando ele vinha, trazia os couro, pagava a conta e levava o saldo. Ele vendia para quem produzia carne de capivara salgada. Eles iam pe pegar a capivara, traziam a carne, o couro salgado, Depois entrou a juta, fibra de juta, e ele se tornou um comprador de juta, nesta ocasião, já vendendo para as indústrias de São Paulo, descontando os títulos no Banco do Brasil.
Aí já tinha chegado no Banco do
Já, e aí e ah e ele já tinha condições, excelentes condições, porque ele também foi um homem sempre muito regrado, O capital de giro dele foi sempre muito controlado.
Ele não gasta, como é que era que ele conseguiu juntar dinheiro?
Bom, uma vez ele me disse, já muito já velho, ao quebrado, ele me disse, filho, tudo que nós temos foi que eu não vivi. Eu vivi para trabalhar, para sustentar minha mãe e para deixar um patrimônio para vocês. Então, não viajei, não fiz excursões, não luxei.

Bom, ele também foi... Mas antes disso, foi tudo que ele não viveu, ele não fazia excursão... É, eh eh ele se sempre teve uma vida economicamente regrada, não é? e isso lhe permitiu guardar um dinheiro, naquela época não havia inflação, então as coisas eram plenamente eh administradas. Ele foi, durante longos anos, pela seriedade do seu caráter, o fornecedor do exército brasileiro, que naquela época tinha um grupo de artilharia em obras com três mil homens, comandado por coronéis, chegou a ser comandado por um general, e ele era o fornecedor praticamente único do exército. E isso lhe também permitia um conceito, que vinham os negócios procurar por ele. foi agente durante a vida toda da Pan Air do Brasil, quando já estava velho, foi a Belém, foi à Pan Air, eu era criança, o acompanhei, e chegou lá, disse na gerência da Pan Air, eu não tenho mais condições de ser o gerente de vocês, pela minha idade, pelos meus negócios, e ele disse ali, então o senhor indica o seu substituto, que nós não vamos lá procurar. O senhor é que vai indicar. E ele indicou um rapaz, filho de um comerciante italiano, aqui de Óbidos, e ele foi nomeado. Então, todas essas coisas ajudaram, de alguma forma. Ele era muito amigo do almirante Brás de Aguiar, que foi quem hum marcou divisões do Brasil com a Colômbia, com com estes países todos. Ele foi muito amigo do Marechal Rondon, que passava meses aqui e que morava com ele.

Então ele tinha eh amizades excelentes. Ele tinha... Uh o meu um dos funcionários dele que sempre me contava as histórias dizia, olha, sábado, Teu pai recebia a visita de todos os oficiais do comando do exército. Vinham visitá-lo, vinham tomar um conhaque cinco estrela, que era a bebida social daquela época, com o teu pai aqui no escritório privativo dele no escritório E as famílias vinham fazer compra e ele tinha sempre, teve sempre muito bom gosto, sempre teve muito aguçado espírito de comerciante. Ele foi o primeiro vendedor de calçados Clark na Amazônia. de ter a filial de Belém, ele já comprava para Óbidos. Perfumes franceses, tecidos finíssimo que as famílias dos oficiais compravam. Ele tinha também uma loja que era uma loja de qualidade. Tinha o setor que atendia o pessoal do interior, mas tinha também essa área. Eh
Como que chamava essa loja?
Casa Paulista. Casa? Paulista?

E me diz uma coisa, ele ele tinha dinheiro em Óbidos?

Como é que era a dinheiro, sempre teve dinheiro. Sempre conhecia o meu pai com dinheiro.
Mas assim, uh beh a cidade tinha dinheiro?

A cidade movimentava muito. O exército tinha três mil homens, né? O que era um um faturamento excepcional para Óbidos. Tinha Os produtos valiam. va produtos regionais tinham valor.
Já jã se exportava em óbidos castanha tudo isso? Sim
Se vendia para Belém, não é? Mas tinha ocasiões que elas tinham preço muito bons. Como tudo no comércio, sobe e desce, né? Uhum Ele depois se tornou um um comerciante abastado, então ele só vendia quando ele queria. Ele não precisava estar à mercê do comprador, ele vendia quando era, mesmo na época da juta, ele trabalhava com algumas firmas de São Paulo, especialmente com uma dos ingleses, com quem sem ele conhecer, ou eles o conhecerem, ele criou um grau de confiança absoluta, que os ingleses perguntavam para ele, como vai ser a safra? Qual é a sua ideia de preço? O que o senhor acha que nós devemos fazer? E ele, às vezes, vendia um pouco menos do preço do mercado. E eu questionava, mas por quê, papai? Porque vendemos para uma firma que nos dá segurança. Com eles, nós não corremos risco de perder. Ganhamos menos, mas ganhamos com segurança.

foi para Manaus. Era um homem bonito. Naturalmente, devia ter uma boa prosa, né? Conheceu a minha mãe, que era uma moça bonita, estudante. De família marroquina, judeus. E Ele já tinha em Manaus um conceito de comerciante muito bom. Isso deve ter facilitado, né? E casou com ela, foi viveram bem.
Trouxe ela para cá?
Trouxe ela para cá.
Quantos filhos, então, eles
Infelizmente, três. So Dois viveram. Eu e a minha irmã, que viveu pouco tempo, mas faleceu. E uma criança que perdeu, não é? Minha mãe morreu de... Parece que malária, uma dessas doença que tinha naquela época, em função de um parto. Ah, ela
morreu no parto do de quem? Do... Desse do do
Da filhinha que faleceu logo em seguida do parto.
Então ela teve três filhas, o se o senhor foi o primeiro?
Fui o primeiro, uma irmã que já faleceu, foi a segunda.
E essa irmã chegou a a sobreviver, a crescer? Cresceu.
casou no Rio. Teve filhos. Ah
Ela faleceu mais tarde. É. Ela se chamava?

Sua mãe se chamava?

E aí o senhor cresceu então, a sua mãe morreu, o senhor tinha que idade?
Eu tinha três ou quatro ano
Ah, então o senhor nem lembra muito da sua mãe.
Não, não me lembra muito não.
Então como é que foi a sua vida? O senhor cresceu, o senhor tinha uma irmã e e o seu pai?
Bom, meu pai foi um pai, Uma mãe, um amigo.
E ele trabalhava muito, né?
Desculpe. Meu pai foi um exemplo. Todos os sentidos Fomos estudar em, eu fui estudar interno, ele casou, não deu certo o segundo casamento dele.
Ele casou aqui?
Casou em Manaus novamente.

Outra judia. Irmã da minha mãe, mas não deu certo. E ele teve um problema muito sério, teve viveu um período muito difícil. E aí ele se dedicou mais ao trabalho. Passou a ter o trabalho como até um um um... Fuga. Uma fuga da realidade difícil, da família e tudo. Mas contornou. Nós fomos crescendo, né?
Então, aqui na sua casa, quem cuidava do senhor todo dia?

na minha infância, a minha avó, a mãe da minha mãe.

É, ela ficou um período conosco, comigo e com a minha irmã. E depois, em função dos problemas do segundo casamento, ela se afastou e nós também. Eu, especialmente, me afastei dela. Fiquei com o meu pai. Fui interno num colégio religioso, cristão.

em Santarém, mas não deixei de ser judeu em nenhum momento. Como
senhor uh como o senhor entendeu que era judeu? Seu pai praticava
Meu pai praticava e nos ensinava. Nos ensinava praticando e nos mostrando o que era ser judeu. E muitas vezes me chamava e dizia, olha filho, isto Eu podia fazer assim, mas isso não é ético. Isso a nossa religião não nos permite. Nós vamos perder aqui, Deus vai nos dar com certeza mais adiante. Então eu fui alicerçando também o judaísmo dentro de mim. num colégio interno, tinha um relacionamento muito bom. com os padres e as missas em respeito aos meus colegas. Eu achava que era minha obrigação de prestigiá-los, mas nunca tive nenhum problema. Por nenhum momento tive dúvida de que eu era judeu.
E aí o senhor ficou interno em Santarém?

Depois fui para Belém estudar já o curso de contabilidade. E depois achei que o meu sonho e a minha obrigação era ser comerciante era continuar o meu pai. Voltei para cá, trabalhei um pouco com ele, mas as nossas ideias, em função da idade, já eram um pouco divergente Eu fiz o meu negócio, mas sempre do lado dele, sempre apoiando ele. Fiz os meus negócios, e fiz os meus negócios, e fui também crescendo, fui também crescendo.

Depois... Antes de o senhor crescer, eu preciso entender ah um pouquinho, quando o senhor voltou, o que que era de diferente na sua visão?
É que ele já era um homem idoso, não é? Que achava, eu acho que ele estava certo hoje, que não devia mais correr riscos. Não precisava correr E eu achava que, na minha idade, eu devia correr risco para poder crescer. Senão, eu não não conseguia crescer. Tinha que fazer ir ir batalhar junto com os grandes para chegar perto deles. Fiz isso. Ganhei dinheiro, trabalhei, tive problema Grandes problemas. Muito sérios. Regredi um bus bocado, mas nunca deixei de acreditar no trabalho. E neste instante, o mais importante, recebi total apoio da minha mulher e dos meus filhos. E isso me sustentaram.

Seis horas, oito hora, doze horas, vinte horas por dia, sábado, domingo, feriado. E começamos a soerguer das cinzas a nossa empresa.
Então o senhor se incomoda se nós voltarmos um pouquinho para eu entender melhor a sua história agora, da sua vida, né? Eh com um pouco mais de Eu queria entender, o senhor se formou, o senhor foi ficou no colégio interno em Santarém?
Certo.
Até o ensino médio?
Sim.
E aí de lá o senhor foi direto para Belém?

Fazer faculdade?
Não, ainda fiz o curso de contabilidade e ia fazer faculdade.

Por um período também foi o meu sonho.

criminal, mas eu queria estudar na faculdade do Largo do São Francisco, no Rio de Janeiro, onde naquela época despontavam os políticos, os grandes eh também advogados criminalistas. Bom, não deu certo por alguma coisa e eu disse, bom, então eu vou ser comerciante lá em Óbidos Meu pai também já estava envelhecendo, Estava cedendo o lugar dele pros outros. Eu disse, bom, então eu tenho que ir para lá. Para manter que isso não aconteça. E vou entrar no meio da briga. E vim, entrei na briga.

Que tipo de negócio o senhor começou a fazer de
O mesmo que faziam os que já eram grandes.
Quem era grande aqui?

Eram todos judeus também?
judeus.
E o que que eles faziam?
Trabalhavam com juta, com castanha. Trabalhei com castanha um período, aí me veio oferecer, me foi oferecido a representação do grupo Camargo Correia, com quem eu trabalhei doze anos. Aí em juta eu fiquei muito forte.
Em juta?
É. Trabalhei com castanha.
Mas juta, como é que era o comércio da juta? Ah
Nós compravamos a fibra do produtor, Empacotávamos, quer dizer, classificávamos, empacotávamos e vendíamos para a indústria.
Para a indústria no Bra no Brasil?
É, para a indústria do Brasil. Raríssimas vezes se vendia para a indústria argentina. O grande mercado era o mercado de São Paulo, que fazia sacaria para café, sacaria para açúcar, que naquela ocasião usava muito após a saca de algodão. E o café que o Brasil era uma potência, ele não tinha contêiner naquela época, então o volume era muito grande. Na castanha, trabalhei na castanha.

Estamos falando do ano de sessenta, né, cinquenta cinquenta e pouco Sessenta, né? Estamos falando no ano de sessenta, sim. Na década de sessenta. E aí, eu me tinha na cabeça que eu tinha que fazer uma indústria de castanha.
O senhor teve essa ideia da onde?
Do desejo que eu tinha de ser grande. de dar emprego. Eu sempre achei que eu tinha que ser útil aonde eu vivia. Em troca eu recebia respeito, conceito e fiz uma indústria de castanha contra tudo e contra todos. Fiz e durante três anos fui o maior exportador de frutas secas do mundo e depois voltei Um bom período para trás, mas não desa desanimamos, porque ela não permitia que eu desanimasse. Me sustentou, foi a mão que que me sustentou e vieram os filhos me ajudar. E vamos trabalhar, vamos. Então vamos trabalhar.
Como é que o senhor, então vamos voltar, já que foi ela que ajudou o senhor, como é que o senhor conheceu a sua esposa?
Num momento luminoso da minha vida. Ah, então que... Eu estava... num bar com um amigo, esperando uma mesa para nós tomarmos uma cerveja. E ela passou.
Em Óbidos aqui?

Mas eu muito poucas vezes tinha visto. Hã e eu olhei e disse para ele, mas rapaz, que moça linda. Eu vou casar com esta moça.

Mas eu estou te dizendo que vou casar com essa moça, ou então não vou me casar mais.

Comecei a tentar namorar com ela, foi muito difícil, até porque eu era judeu. depois conseguimos nos entender.
Como é que foi? O senhor descobriu quem era ela, o nome? Ah uh uh ah

Porque eu sempre achei também, não só que eu devia ser um grande comerciante, como eu devia ser feliz. Ter um lar, ter a minha família, ter a minha mulher, que eu quisesse muito bem, que me desse orgulho, de ser a chefa da minha casa. Se tivesse filho, que nossos filhos fossem bem conduzidos, como eu fui. Eu tinha esses sonhos todos. Que acho que era sonhos normais de uma pessoa que tinha tanta vontade de vencer.
O senhor o senhor, então, quando era jovem, era uma pessoa com muita vontade de... É. E ainda sou para trabalhar.
Tenho muita vontade ainda de trabalhar.
Mas quando o senhor ah to naquela época o senhor falava, eu vou fazer isso, eu vou, como é que era? É
Era, e vou fazer e fazia. Vou casar com essa moça, e casei, vou fazer uma usina de castanha e fiz.
Me explica, aí o senhor achou onde ela morava e foi lá falar com ela?

Nos encontramos numa festa. Que dificuldade para dançar com com ela.
Ah, ela não aceitou?
Não, eh havia sempre uma dificuldade que eu julgava. Primeiro, que eu era judeu e ela era muito religiosa, muito católica, líder da comunidade católica. Segundo, algumas pessoas aqui diziam que eu namorava muito, que era isso, que era aquilo, pelo dinheiro do meu pai, não é? Mas não era muito verdade também essas coisa deu tudo certo.
Aí o senhor convidou, ela acabou dançando com o senhor?
Dançou, aí dançamos a festa tudo.

o senhor pediu ela em namoro assim? Na festa mesmo?
Na festa ih Quando nós fomos, eu fui levá-la em casa junto com os irmão dela. Disse para ela que eu gostaria de visitá-la. Mas como amigo? Não, como amigo não. Amigo eu já tenho muito. Ih Amigo e amiga eu já... Eu quero ir na sua casa como namorado. Amigo eu já tenho tanto que eu nem visito mais ele, porque são tantos.

Não, mas só serve assim, senão eu não vou.

É, então vai lá em casa. Fui muito bem recebido pelos pais dela. O avô dela tinha sido freguês do meu pai, o avô materno. Então, uh a mãe dela e o pai dela já conheciam bem o meu pai, o procedimento dele. E e diziam logo, não, ele é judeu, mas é um homem sério, um homem honrado. Então, não é por ele ser judeu que ele não presta, não. Se ele puxar o pai dele, é diferente. do que se fala.

A família dele se revoltou com ele, foi um... Por ele querer casar fora? É, com a senhora dele, que hoje é viúva. Mas ele manteve, disse não, vou casar e casou.
E no seu caso aí o senhor começou a namorar?
Comuniquei para o meu pai, olha, estou namorando uma moça cujo conceito eu sei que é bom, quero trazê-la para o senhor conhecer, mas não perguntei para ele se ele concordava, não perguntei, não dei a ele o direito de opinar, quem vai casar sou Quem vai viver sou eu. Se der certo, ótimo. não der certo, sou eu o responsável. E ele entendeu tudo isso também, porque eu era muito independente, né, tinha minhas ideia

Deu tudo certo.
Aí o senhor casou aqui?
Casei aqui.

O senhor casou aonde?

casei... na na casa dela perante o juiz de direito. Eh Ela casou na igreja perante o padre, porque ela era muito católica.

o padre achava que ela era uma felizarda em casar comigo.